Neste horário, Getúlio Vargas, que era então presidente da República, estava dando um golpe de Estado.

fazendo a nova constituição e estava sendo o ditador. Como meu pai era delegado de polícia, eu morava numa cidade, eu estava em Marília, mas nós morávamos numa cidade chamada Cafelândia.

meu pai era delegado de polícia de carreira e minha mãe era dona de casa
A senhora disse então que nasceu em... Marília. Só que vocês não viviam em Marília. Não, não

Então eu pedi para você falar um pouco sobre o lugar onde vocês viviam, descrever a casa de vocês, como era a cidade. Bom,
Eu descrever a casa fica meio complicado, porque o que eu me recordo, eu morei em oito, nove cidades. Porque naquela época o delegado de polícia era transferido muito facilmente. Então, tinha cidades que ele ficava um ano, outras duas, outras três, dependia muito da da política, porque havia muita política em em relação aos cargos públicos, de delegado de polícia, juiz, promotor. Então, eu me recordo de algumas cidades, não todas. Eu me recordo de Cachoeira Paulista, que é aqui no Vale do Paraíba, Eu devia ter quatro, cinco anos, eu me lembro bem da casa, me lembro bem do local, porque a gente alugava a casa. Então era uma casa muito grande, muito gostosa, que tinha um bosque, tinha muitas árvores. Talvez daí seja a minha ligação com a natureza, essa coisa da infância. Depois eu me lembro de uma outra cidade chamada Cafelândia, uma cidade muito interessante que é dividida em duas. Ela tem uma ponte no meio, de um lado ela é Cafelândia, do outro lado é Pena. Então, em Cafelândia ficava a escola de, o colégio de freiras, a delegacia, a prefeitura. Em Pena era parte do comércio, onde eu vivia uma infância muito gostosa, que eu andava descalça pela rua e pegava rabeira de carroça. Eu era muito moleca. Eu não tinha irmão homem, eu tinha só uma ir, na época, uma irmã mais velha, mas eu era o homem da casa.

E essa coisa de eu ser moleca. Me lembro de uma outra cidade, chamada Assis, que é no caminho do Paraná, uma cidade de terra vermelha, onde eu fiz o, na época, chamava curso preparatório para o ginásio, que eu ia a pé para a escola. Também é uma fase muito gostosa da minha infância. Depois eu fui para uma cidade chamada Piracicaba. onde eu fiz uma parte mais do preparatório e onde eu ingressei no ginásio, no Colégio de Freira. De lá eu fui para Rio Claro, uma cidade pequenininha, onde eu estudei num colégio alemão. chamado Ginásio Kehl, muito difícil para mim, porque sempre vim de colégio de freira, entrei naquele regime rígido, alemão, me lembro do do diretor da escola, que era o professor de geografia, e dava aula metade em alemão, e eu não entendia nada, fui aprender alemão, tive muita dificuldade, porque era declinação, isso eu me lembro bem, digo claro, eu fui para Bauru, onde eu passei minha adolescência dos doze, treze anos até meus quinze anos. Foi muito bom, porque eu foi onde eu comecei a ficar mocinha, frequentava clubes, tive o primeiro namorado. Foi uma fase muito boa. Só que hum nessa moramos em outras cidades que eu não me lembro agora. Joanópolis, eh Monte Azul Paulista, umas outras que eu não me lembro. Mas a mudança de Bauru para São Paulo foi um choque. cultural, de vida. Porque eu que sempre estudei no colégio de Freira, de repente eu me vi estudando no colégio Rio Branco, num ambiente completamente diferente do meu. No interior eu era filha do delegado, uma das autoridades da cidade. Aqui em São Paulo eu era mais uma no meio de uma multidão. Foi uma fase difícil. E aí me continuei minha vida aqui em São Paulo, terminei o colegial, daí meu pai faleceu. Aí eu fui trabalhar e é uma outra etapa da minha vida também
Então eu vou retomar um pouquinho. Você falou da da sua irmã. Eu vou pedir para você falar o nome dela. Tá.
e quando ela nasce? É, a minha irmã

Ela era advogada. Ela faleceu com quarenta e cinco anos, muito moça, de um câncer. Era uma pessoa muito inteligente. Como meu pai também morreu muito cedo, ele morreu em mil novecentos e cinquenta e sete, com com quarenta e oito anos. Ela praticamente E eu tenho uma outra irmã, caçula, quer dizer, caçula com dez anos menos do que eu, que hoje está com sessenta anos. Ela nasceu em Assis e está viva até hoje. E eh ela estudou sociologia na USP, e mas ela optou por ser professora. Ela foi professora a vida toda. Hoje está

Eu vou te perguntar como é que foi essa infância, com todas essas mudanças, que brincadeiras, porque os amigos, você não não acabou ficando em uma cidade só, mas... Isso também trouxe um aprendizado muito grande, trouxe uma diversidade. É eh é eu eu eu sempre
fui muito moleca de subir em árvore, eu jogava bolinha de gude, tinha uma brincadeira que era um aro de bicicleta que você empurrava com um a um araminho. Eu eu brinquei de todos os brinquedos que um menino brinca, porque eu tinha dois primos e ele eu brincava muito com eles. Eles moravam em Marília e eu passava todas as minhas férias lá. Mas, na verdade, pulei corda, peteca. Tive muitas bonecas também. Eu tive acho que os dois lados, o masculino e o feminino, bem bem vivos na minha infância. Agora, eu tive um problema que eu vim a descobrir mais tarde. Eu fiz muitas terapias. E eu descobri que eu tinha di dificuldade com vínculo. Isso decorrente do fato de eu estar mudando sempre. E naquela época, os pais, tal talvez por falta de psicologia, porque era outro era outro tempo mesmo, eles não explicavam para a criança, olha, nós vamos mudar, porque papai foi transferido de cidade.

De repente, eu via minha casa desmontada. E as as mudanças, como eram de cidades do interior, de uma para a outra, eram feitas de trem. Então eu viajei muito de trem e tive outra outra vivência né que não é, que foi mais difícil, porque aqui em São Paulo você viajava de avião. Quando eu ia de São Paulo para Marília, meus avós moravam lá, eu ia de avião. E no interior, nessas mudanças todas, era tudo de trem. Então eu viajei muito de trem. Eu gostava, era uma novidade, mas mais tarde eu vinha a perceber que eu tive tinha dificuldade com vínculo, porque eu deixava os amigos. Então, foi difícil.
E você falou agora dessa questão da viagem do trem, e é uma coisa marcante, muitos depoentes falam assim, fala um pouco para a gente sobre a viagem do trem, qual a experiência de...
Olha, as viagens de trem eram muito interessantes. Eu me lembro bem que tinha naquele tempo os trens não eram tão modernos. Então, eram eram ah os bancos eram de madeira, o trem era uma parte dele de madeira também, e ele ia pingando nas estações, e havia havia pessoas que passavam dentro do trem vendendo biscoito, refresco... tinha muito viajante naquele naquele ah época tinha muito viajante que levava mercadorias para vender no interior e ah e de vez em quando ha haviam os acidentes, caia alguma ponte então a gente fazia uma coisa que chamava mal de ação todo mundo descia do trem a atravessava às vezes por debaixo da ponte que era era seco, era uma ponte mesmo e andava até pegar outro trem do outro lado Então, isso é uma coisa que me marcou muito, que eu me lembro bem da gente sabe, aquela coisa das malas, da gente andando a pé para pegar o trem em outro lugar. E havia também a baldeação própria, que às vezes, numa determinada cidade, você descia de um trem e pegava outro. Eh São coisas interessantes, mas que criam uma certa insegurança, eu acho que na, para a criança, que não sabe o que está acontecendo, porque nem ah ela vai descobrindo com o tempo, né?
em Marília você tem um repouso, é onde você tem suas avós, tem seus primos, é onde você tem uma raiz
É, exatamente. Eu acho que Ma Marília foi o que realmente marcou a minha infância nessa parte, porque eu passava todo Natal, Carnaval Apesar de, na cidade do interior, eu sempre gostei muito do carnaval. Minha mãe levava a gente fantasiada. Naquele tempo, as crianças se fantasiavam no nos bailes de carnaval. E o carnaval era com confete, serpentina.

Não tinha mais corso. O corso era do tempo da minha mãe. Eu ouvia falar e via fotos. Mas tinha um carnaval bem ativo para a criançada. Eu me fantasiei muito em criança de baiana, de havaiana. E e Marília realmente foi onde eu finquei meus pés. Porque foi onde eu nasci, onde meus avós... Viveram. E meus tios, padrinhos, primos.
E você conviveu bastante com suas avós? Bastante, bastante.

a minha avó faleceu depois de muitos anos, bem velhinha. Minha avô veio morar com a gente em em Bauru. Ele morou um tempo com a gente até ele falecer.
Então, eh eu vou entrar agora um pouco na fase das escolas que você falou para a gente. Você pequena, você ingressa em escola de freira.
Colégio de freira. Eu sempre estudei em colégio de freira. E como
é isso a experiência. O colégio de freira.
Eu não gostava muito, por dois motivos. Primeiro, porque eu sempre fui meio rebelde. E segundo, porque como meu pai era delegado de polícia, e as freiras tinham uma ligação, porque tinham carta de motorista, isso e aquilo, não sei o que, elas me protegiam um pouco. E como eu era muito arteira, eu fazia muita arte com algumas amigas minhas. As minhas amigas eram castigadas e eu não. E isso me criava um uma coisa que eu não gostava. Porque eu não queria ser diferente de ninguém, mas por força das circunstâncias eu era. Então eu me lembro muito bem Bauru, uma cidade que talvez tenha me marcado mais porque eu era adolescente. Uma vez nós pin nós pegamos uma tinta e pintamos toda a porta, o colégio era grande, pintamos toda a porta do colégio, escrevemos coisas, tipo, vamos dizer assim, como a molecada faz hoje, pichação, pichação, tipo pichação, só que hum naquela época era outra coisa, mas era um tipo pichação. As outras Nós éramos em quarto, as três foram suspensas, eu só fui chamada a atenção. Em compensação, eu me lembro de outra coisa. Quando eu tinha meus catorze, quinze anos, em Bauru ainda, eu fumava. E a gente fumava no toalete de uma confeitaria. A dona da confeita, de uniforme. A gente saía do colégio, que era tarde, ia para essa confeitaria tomar lanche. E a gente fumava no toalete. E a dona da confeitaria ligou para o meu pai na delegacia, contando para ele que eu estava com mais algumas amigas fumando no banheiro de uniforme. Esse dia eu apanhei de régua. Porque quando meu pai chegou em casa, eu estava fazendo a lição no meu quarto e eu apanhei de régua. Uma régua que devia ter um metro.
E esse convívio do seu pai? Apesar do seu pai ser delegado, como é que vocês conviviam bem? Não, meu pai
era muito fechado, muito rígido. Eu era... Como é que, como é que a gente a ovelha negra da família, porque eu aprontava muita arte. E acabava tudo chegando nele. Eu fazia eu ia ao cinema quase todo dia. Eu fui criada dentro do cinema. Eu adoro o cinema. Eu ia ao cine eu não pagava o cinema, então eu ia ao cinema quase todo dia, menos segunda-feira, porque repetia o filme de domingo. Em Bauru, na época, tinham dois cinemas, um que era o melhor e o outro que era um pouco inferior, mas eu ia todo dia. Então eu era muito conhecida, e a gente fazia folia dentro do cinema e o meu pai acaba e o delegado tinha uma eh duas cadeiras reservadas para ele. O prefeito tinha duas, o delegado, o promotor e o juiz. Me lembro bem que elas eram eram de madeira e eram cobertas com uma tipo uma fronha vamos dizer branca. Mas eu não sentava lá. Podia sentar, mas não sentava. E eu fazia arte dentro do cinema e ele era avisado. Ele era muito bravo. Mas eu sempre fui muito arteira.
Agora eu fiquei curioso em relação ao cinema. Eh você recorda a primeira vez que você foi no cinema ou a experiência mais marcante? Não, a primeira vez, eu não, eu não
me recordo, mas eu recordo de de várias eu Mas eu me me lembro muito de um filme que se chamava Flash Gordon. que era um filme de ficção. E eu gosto muito de ficção até hoje. Eu sou muito ligada em disco voador. E na e esse filme, até ele tem tudo a ver com uma história que aconteceu comigo mas muito mais tarde. Era ficção científica né, era um cidadão do outro planeta. E esse filme me marcou muito na minha infância. Eu sou muito romântica, talvez ainda em função do cinema, porque havia passavam muitos filmes românticos, O Morro dos Ventos do Uivantes eh, hum vários filmes que até hoje passam como clássicos, e eu assistia a todos
Eh então, você começa na escola de Freira até

Bauru. É. Certo? E em Bauru é uma já é uma primeira... Mas ainda foi colégio de Freira.
Não, antes de Bauru, em... Em Piracicaba eu estudei num colégio protestante, porque eu estava fazendo o preparatório para o ginásio e eu fiz nesse colégio protestante. Então em Piracicaba eu não estudei em colégio de freira. Em Rio Claro eu estudei em colégio alemão, porque era pertinho da minha casa, na mesma rua. Foi seis meses só, nós só moramos em Rio Claro seis meses. Então foi, acho que um ano, um um, acho que foi, é, deve ter sido um ano em Piracicaba e uns seis meses em Rio Claro até ir para Bauru. E depois de Bauru foi ao Colégio de Freira também. Já em Depois depois eu vim para o Colégio Rio Branco, que é um colégio, não é um colégio
é um colégio particular né? E você estava bem com os estudos? Você... Hum
Mais ou menos. Eu era aluna média. Muito boa em matemática, muito boa em exatas. Mas eu não estudava. Eu Por exemplo, na na parte de matemática, dez. Eu tirava a questão prática, que seria seis. A teórica, que era quatro, eu não tirava, porque eu não estudava.
Então você muda pa para para Bauru e é quando começa a sua mocidade. Exato.

Minha adolescência, meu primeiro namorado, meu primeiro
Conta um pouco para a gente sobre essa eh esse começo dessa fase nova da vida em Bauru. Eh eu
Eu me descobri uma mocinha, vaidosa, sonhadora, por conta, eu acho, que do cinema. A minha mãe incentivava muito essa parte da... da mocinha bonitinha, minha mãe costurava, pela ela era dona de casa, então ela fazia muitos vestidos bonitos. Eu. Ah, eu comecei a ficar loira quando eu, porque eu sempre fui clara de pele, mas com o tempo, de pele e de cabelo. Meu pai era filho de baiano, era moreno, minha mãe filha de italiano, então minha mãe era clara de olho azul.

Então, quando que meu cabelo começou a escurecer, minha mãe começou a tingir meu cabelo. Então, eu sempre fui loira, oxigenada, sabe? Então, eu sempre fui meio diferente. Mas foi foi uma fase muito boa que eu me lembro bastante, porque é realmente quando você se descobre mulher. Primeiro namorado... Sabe, essas coisas Os vestidos, eu me lembro bem dos vestidos de baile, de dos amigos. Então foi uma ca uma fase importante. Essa de Bauru que foi de cinquenta e acho que de

Mais tempo, talvez. Os outros acho que foram dois anos, um ano e meio. E nessa época, meu pai foi transferido para uma cidade chamada Botucatu, mas nós não fomos para lá, porque era provisório. De Botucatu, ele foi transferido para Santos, onde nós também não fomos. Depois ele foi transferido para São Paulo, para onde nós viemos e onde eu
fiquei para o resto, até hoje. E aí, em Bauru, você tem mais alguma coisa para contar, algum episódio sobre essa... Eu percebo que quando você faz a mocidade é uma coisa muito bonita. É um é o momento em que você, assim, sai

Se encontra com... Realmente, Bauru marcou a minha vida. Em Bauru começou a ser construída a cidade universitária nessa época. No ah no interior não tinha faculdades, quase. É que eu me lembro, não. Então, o Bauru começou a ser construída a cidade universitária. Talvez isso aí tenha me despertado também a coisa de fazer faculdade. E a gente ia visitar. Meu pai pegava à noite a gente e levava para conhecer o campus lá que estava sendo construído. Tanto que quando eu saí de Bauru, ele não estava pronto ainda, não não tinha nenhuma faculdade. E alguns amigos meus e da minha irmã, que na época era mais velha, eh foram até lecionar nessa escola, na na faculdade, mais tarde. E eu me lembro de um de alguns, assim... Eu eu era muito amiga da filha do dono do jornal de Bauru, e Bauru deu alguns políticos. Eu me lembro de alguns políticos que saíram de Bauru e se projetaram, deputado estadual, deputado federal. Porque foi uma fase, realmente, que eu passei a a participar mais de uma série de coisas. Eu saí de Bauru, na na época era quarto ano do ginásio. Então eu já comecei a a participar em algumas coisas de política, de conhecer,
de saber. E é a última cidade então que você vai ser a filha do delegado,
Foi a última, porque aqui em São Paulo eu era mais uma só.

Isso marcou muito, e lógico, e e eh e isso eu eu estou contando isso aqui porque eh eu mais tarde eu fui fazer, eu faço muito trabalho alternativo, e eu fui fazer uns trabalhos de psicologia, e um deles, eu não me lembro o nome do trabalho, mas você desenhava passagens da sua vida. Então eu me lembro que eu fiz um desenho de um ti de uma tigresa, no caso que seria eu, vindo para São Paulo, enfrentando os prédios, a vida. Foi como eu acho que eu me senti quando eu vim para São Paulo com quinze anos, tendo que estudar num num em um colégio diferente, inclusive de hábitos totalmente diferentes, porque num colégio de freira, para um colégio particular, onde a maioria era israelita. Então eu tive, e e de um nível eh hum financeiro muito alto. Eu era de uma classe média, porque um delegado de polícia é um funcionário público categorizado, vamos dizer assim, mas que, aspas, gan ganha relativamente. No interior a gente vivia muito bem, em casas muito grandes, alugadas. Chegamos aqui e fomos morar num apartamento, coisa que eu nunca tinha morado. No interior, cada um tinha seu quarto. Aqui, eu e minha irmã fomos ter um quarto só. Então, tudo mudou. E eu me lembro, quando eu fiz esse trabalho psicológico, eu fiz esse desenho de uma tigresa enfrentando um mundo novo, que eram os prédios, que era... Eu ia a pé para a escola, essa coisa toda.
Eh então, essa essa mudança é é muito significativa nesse sentido de coisas diferentes, como morar em prédio, essa mudança da escola, deixar de ser a filha do delegado... E ingressar nessa escola nova. Essas mudanças, todo o seu pai agora passa a a ficar em São Paulo definitivamente. Aham. Daqui para frente vocês passam a morar em São Paulo.
Morar em São Paulo.
E e quais são essas experiências Você vem quantos anos

para São Paulo. quinze. Quinze anos para São Paulo. E o ingresso na nova escola, deixar Bauru, como é é?
Foi tão difícil que eu fui reprovada no primeiro ano da escola. Eu me lembro que eu fui reprovada e que eu não contei para o meu pai. E o Colégio Rio Branco tinha uma coisa. Eles mandavam uma cartinha comunicando que você tinha sido reprovada. Eu eh eu morava num prédio que tinha umas caixinhas de correio com uma chavinha. Eu fui lá, abri a chavinha, peguei a cartinha e segurei a cartinha. Fiquei com a cartinha. Janeiro, quando estava começando, meu pai era desligado em algumas coisas. Quando estava chegando em fevereiro, ele falava todo dia para mim, você não tem que fazer matrícula na escola? Você, com quinze anos, não tem que fazer matrícula na escola? Porque enquanto eu estava no interior, ele nunca soube quanto era a escola, eu nunca participei dessas coisas. Daí ele falava para mim, você não tem que fazer matrícula na escola? Você não vai lá pegar o papel para eu assinar, para eu dar o cheque, não sei o quê, não sei o quê. E eu tinha repetido de ano. E o a carta estava comigo. Daí eu tive que falar para ele. Daí eu me lembro que ele achou achou ruim, mas mas deixou passar, me deu o cheque, eu fui lá, fiz a minha matrícula, coisa que eu realmente não estava acostumada. Daí eu fui fui fazer novamente o, na época, o primeiro clássico, Porque como ele era advogado, e ele e eu muito falante, muito assim, ele achava que eu que eu tinha que fazer direito. Só que não era o que eu queria. Porque eu comecei a ver no clássico que eu tinha mais pendência para as exatas. Daí eu fiz até o terceiro colegial o terceiro clássico, o colegial que teve é o clássico. E E quando eu terminei o terceiro colegial, meu pai faleceu de repente.
Eh então, antes da gente ir para o terceiro colegial, aqui em São Paulo também tem uma coisa diferente do interior, que é esse convívio com as pessoas.

Você sempre convia eh, apesar de você ter essa mudança, o interior tem aquela coisa aconchegante, as pessoas são mais unidas e a cidade também ela é muito intimidadora. Então, qual é a essa primeira impressão? de ver a cidade, de essa diferença para o interior?
Foi muito difícil para mim acei aceitar tudo isso, porque havia uma diferença social. Eu eu me vestia diferente das pessoas de São Paulo, porque no interior só fazia calor, e aqui fazia frio. Então, a minha roupa era diferente, eu era diferente, eu me sentia... meio perdida nesse mundo aqui. Até eu me ah eu levei Tanto que eu levei mais de um ano para me adaptar. Até a até o fato de eu ter repetido de ano, tudo teve a ver. Porque eh eu fiz amizade com só somente com duas meninas, e que eram bem diferentes de mim, mas foram as duas únicas que eu com quem eu fiz amizade. E no interior eu eu tinha muita amizade, conhecia muita gente. Aos poucos é que eu fui me adaptando a... a vida de São Paulo. Mas não foi fácil, Foi muito difícil.
E você disse para mim que se encontra nos estudos na área de exatas. Você começa a
Eu comecei a perceber que a minha tendência era para as exatas. Nessa época, eu tive um professor de História Natural que falava muito de de OVNI. Ele era bem... Eu me lembro o nome

Depois, ele foi até presidente da Associação de Ufolo Ufologia. Eu comecei a me me interessar por história natural.

Eu me lembro dele. A fisionomia dele, eu me lembro da influência que que ele teve em mim. Mas foi um outro lado meu. Daí eu comecei a querer estudar História Natural. Daí meu pai disse que não. Que não, que não, que era bobagem. Que isso aquilo é Daí eu resolvi estudar Química Industrial no Mackenzie. Mas aí eu acho que essa história de estudar Química Industrial foi a fascinação do Mackenzie. Porque o Rio Branco era um coleginho pequeno. Famoso, mas pequeno. Ele era ele era na rua Doutor Vila Nova, perto do Mackenzie. E eu quis... Havia a Mack Rio, a Mack Médica, eram umas competições esportivas que eu ia em tudo. Porque eu sempre fui muito ativa. E eu resolvi estudar química industrial porque era no Mackenzie. Eu não sei se é porque lá tinha muito homem, se é porque tinha parte de esporte, eu não sei o que era. Coisa de meio adolescente. Meu pai também não deixou eu estudar química industrial porque ele disse que eu ia ter que trabalhar numa fábrica. Onde você viu uma mulher trabalhar numa fábrica? Apesar de ele ser bem... Ele era bem culto e bem inteligente. Ele dizia que mulher não precisava casar. Casamento era a segunda opção de mulher. Que mulher tinha que estudar, tinha que se formar e tudo mais. Mas aí ele faleceu. Eu fiquei meio perdida. Fui trabalhar. E fui trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, on onde era o último lugar no mundo que ele queria que as filhas dele fossem. Daí foi outro outra mudança complicada.
Eh esse apartamento onde vocês viviam, onde ele era localizado?
Na Bela Vista, numa rua chamada Barata Ribeiro.
E vocês sempre viveram na Barata Ribeiro? Não

Enquanto meu pai vivo, eu morei na Barata Ribeiro, cerca de três anos e meio, por aí. É três anos e meio. Depois de lá, eu continuei morando na na Bela Vista, mas na Rua Rocha, que era do outro lado da da Barata Ribeiro, tem só a nove de Julho no meio. Daí era um apartamento menor ainda, mas daí nós éramos só mulheres, nós éramos em cinco mulheres. Porque eh minha mãe, nós éramos em três filhas, e uma moça que veio do interior conosco, desde que veio de Joanópolis, então ela ela entrou quando eu tinha nove meses, ela tinha catorze anos, e ela morreu com a gente.
Então, agora, continuando, quando você ingressa na Secretaria, você ingressa em que circunstâncias?
O seguinte, quando o meu pai faleceu, eh não havia aposentadoria no governo do Estado. A pessoa falecia. A família recebia, como é que eu vou dizer, um pecúlio e isso e não tinha mais nada. Então, minha mãe fi meu pai nunca foi um homem de ter muito dinheiro. Nós não tínhamos nenhuma casa, porque como no interior a gente morava de aluguel, aqui em São Paulo também a gente morava de aluguel. Então, quando ele faleceu, como ele deixou o pecúlio, com o dinheiro que a gente recebeu, o que que nós pensamos? Vamos ter um teto. Então compramos esse apartamento na Rua Rocha, que era tinha dois dormitórios, uma sala, cozinha, independência de empregada, era um apartamento simples. E e tinha o dia a dia, nós não tínhamos como viver o dinheiro que ele tinha deixado, a gente comprou o apartamento e sobrou alguma coisa. Minha irmã, na época, estava no terceiro ano da faculdade de Direito, lá em São Francisco. Eu estava fazendo cursinho para a faculdade, que eu não sabia qual era, porque eu estava entre clínica industrial, história natural, e não sei o quê, menos direito. que eu não queria mesmo direito. Daí, então, quem ah eh era tinha uma praxe no governo do Estado. Eles ofereciam um emprego para a esposa do falecido. Na época, minha mãe estava com cinquenta anos. Eu e minha irmã não íamos deixar ela trabalhar. A minha irmã, que estava no terceiro ano da faculdade, estudava de manhã, tinha que ser transferida para a noite. Então quem sobrou para ir trabalhar? Eu, porque eu tinha dezo eu tinha dezoito anos e meio. Daí eu fui trabalhar como escriturária na Secretaria de Segurança. Só que eu tinha uma condição melhor, porque eu era filha de delegado, então os os próprios delegados me tratavam de uma de uma certa maneira. Mas foi muito difícil. Porque era um ambiente que eu não estava acostumada. Eu era uma filhinha de papai. Apesar daqui de São Paulo eu ser mais uma, eu era uma filhinha. Eu frequentava Clube Paulistano, Clube Harmonia, estudava no Rio Branco, aquela coisa toda. Aí num aí eu caí num outro mundo. Aconteceram coisas assim difíceis comigo, o pessoal me discriminava. Era muito complicado. Mas eu tive essa coisa dos amigos do meu pai que, de uma certa forma, me protegiam. Daí eu fiquei como escriturária um tempo, vamos dizer assim, como eu eu estu eu estava no fazendo cursinho, eu tinha um nível um pouco melhor do, tinha pessoas que tinham um nível bom, mas a maioria era um nível de ginásio, a maioria. E eu me destaquei um pouco, até que eu comecei a ser promovida e e tive uma carreira muito bonita.
Então você acaba dando prosseguimento a sua carreira do direito, eh não por espontânea
Mais tarde, mais tarde, depois de casada, eu fui estudar direito. Ah Porque daí, com essa derrupção de eu ir trabalhar, eu não prestei vestibular. Porque na época, eu daí eu tinha resolvido história natural. A USP estava terminando, estava ficando pronta. Então, da Maria Antônia, ah essa parte da filosofia, eh história natural, et cetera passou tudo para a USP. Eu morava na Bela Vista. Eu trabalhava seis horas na Secretaria de Segurança, que era na Brigadeiro Tobias. Ficava muito difícil eu ir para a cidade universitária. E estava começando, lá era mato, era mato mesmo a cidade universitária, só tinha dois ou três prédios. Isso foi em mil novecentos e cinquenta e meu pai morreu em cinquenta e sete. Eu não sei a a fundação da USP de quando é, mas deve ser por aí ãh, vocês devem até saber. Então eu não não não não não entrei na faculdade, fiquei trabalhando. na Secretaria de Segurança. E a minha irmã estava se no terceiro ano, a minha irmã daí que a min depois daí a minha irmã conseguiu passar para a noite, daí mas ela foi trabalhar como estagiária, com advogado, e depois, mais tarde, eu eu consegui, através dos delegados amigos do meu pai, também que ela fosse trabalhar na Secretaria de Segurança, quando ela estava já quarto, quinto ano da faculdade. E eu não estudei. Daí eu fiquei trabalhando na Segurança, daí eu fui tendo uma carreira relativamente boa.
E o convívio de vocês, só as mulheres na casa? Ah, era ótimo! Era
ótimo. ótimo, ótimo. Porque nós três, eu e minha irmã, temos diferença de... Tínhamos, dois anos, né? A minha irmã caçulinha, dez anos de diferença. A minha mãe e a moça que ajudou a nos criar, né? Que era a moça. Então a gente tinha uma convivência muito gostosa, muita folia. A gente era muito alegre. Foi uma coisa, apesar de o dinheiro ser curto. é minha mãe começou a entrar com umas ações.

E meu pai era hum muito bem cotado, que ele era honesto, ele era bem inteligente. Ele foi ser o primeiro delegado... Devia ter trazido o recorte.

Foi mais ou menos nessa época que ele fi ficou doente e faleceu.

Eu sei que minha mãe conseguiu uma nova audiência, daí entraram, ah não, daí já foi com o Laudo. Então fizeram um projeto que os funcionários públicos teriam um salário mínimo de aposentadoria. Não importa quanto você ganhasse. E a minha mãe conseguiu ganhar um salário mínimo. E eu ganhava na época mais que o salário mínimo como escriturária, era um salário bom como escriturária da Secretaria de Segurança. Daí eu consegui para minha irmã também ser funcionária pública. Daí a nossa vida começou meio que a engrenar novamente. A minha irmã caçula conseguiu estudar em colégio particular. E a coisa foi caminhando.
E você não chega a ingressar numa faculdade?
Só depois que eu me casei.
E quando e quando você conhece o seu marido?
Eu morava na Rua Rocha. num prédio de apartamento que era no meio do quarteirão. O meu marido morava numa esquina. E a minha irmã, quando vinha da faculdade, conhecia um rapaz que também morava na Rua Rocha, que vinha no mesmo ônibus que ela. E eles começaram a namorar, e aos sábados ele ia a gente jogava buraco. Minha irmã, o namorado, eu e um amigo. Daí o meu ex-mari, eh, não, não, vou falar meu marido, depois eu conto a história dele. Meu marido resolveu vir jogar buraco, ser meu parceiro no jogo. Daí a gente começou a namorar. Na verdade, ele namorou primeiro a minha mãe, porque eu tinha outro namorado. Eu saía para namorar e ele ficava com a minha mãe conversando. Quando eu chegava em casa, minha mãe dizia, olha, esse rapaz tão bonzinho, tão educado. Acabei namorando e casando com ele. E meu casamento foi meio meio complica, meio difícil, porque, na verdade, o que eu falei para você, acho que meu marido casou primeiro com a minha mãe e depois comigo. Como eu sempre fui, como eu te falei, muito passeadeira, muito baileira, muito namoradeira, ela achou que eles teriam um porto seguro. Então ela começou a fazer um pouco na minha cabeça e eu houve alguma coisa entre nós, lógico, uma atração. Isso tem que ha haver. Mas realmente foi meio complicado.
já tocando nesse assunto, você disse que você é aqui em São Paulo você é muito movimentada. Então você Bastante. Como é esse convívio da noite aqui em São Paulo? Bom
Hoje em dia eu estou mais calma, porque eu estou com setenta anos, então eu tive que acalmar um pouco. Mas eu sempre saí muito, sempre fui a muita festa, muito baile, eu tenho muitos amigos. Eu pratico biodança há vinte anos. E a biodança, para quem não conhece, é um... É uma terapia, aspas. Como diz, biodança é a dança da vida. Nos ensina a viver, a conviver. e nós É uma coisa muito mu muito afetiva, porque a biodança trabalha o toque, o o abraço, a aproximação. Ela trabalha cinco linhas da vida. Sexualidade, afetividade, criatividade, transcendência. Me fugiu a outra. São cinco. Então, é um trabalho todo muito especial, que ajuda a gente muito a saber viver. Quer dizer, eu que sempre fui muito comunicativa, muito expansiva, eu me encontrei na biodança. E, através dela, eu faço muita coisa. Agora
da da noite em São Paulo mesmo, você tem alguma
Muitas lembranças. Das boates. Me lembro bem das boates. Quando eu mudei para São Paulo, ainda quan logo depois, até meu pai eh vivo, eu tinha... Ele morreu, eu tinha dezoito, dezesseis, eu não saía muito à noite. Mas depois que meu pai faleceu, eu já estava com dezoito para dezenove anos, eu comecei a sair à noite. E eu me lembro, tinha uma boate famosa na Rua sete de Abril, com as esquinas da Praça da República, chamava Boate Oasis, onde vinham os grandes cantores. Era boate mesmo, coisa que eu acho que hoje em dia nem nem quase nem tem mais. Havia muito muitos shows. Sabe esse show tipo que tem agora, essas gran grandes danceterias? Mas não era não era bem esse tipo, eram shows. Tinha um lugar na... A Avenida Santo Amaro chamava Urso Branco. Era uma casa grande de shows. Foi uma das primeiras. E Tinham tinham várias tinha boates em hotéis. Ali na Nove de Julho tinha um hotel, acho que era Cléride. Tinha uma boate famosa, o Judith Farney.

Parecia coisa do cinema que eu gostava. Então, eh quer dizer, depois daquele momento de choque com São Paulo, você acaba se encontrando aqui?
Eu acho que eu me encontrei depois que meu pai faleceu. Porque a coisa da imagem do delegado, da importância, eu acho que aquilo já tinha passado na minha vida. E eu fui trabalhar, eu fui na verdade, eu fui trabalhar para sustentar minha mãe e minha irmã. Então aquilo para mim também hum me fez eu me sentir muito importante, muito forte. Daí eu comecei a viver a minha vida realmente.
E você passa a ter um círculo de amigos com o qual você joga buraco? Bastante. Algum até na

na secretaria, onde eu tinha um pouco de dificuldade por ser um outro ambiente, eu conseguia alguns amigos. Mas eu tinha amigos, ainda no tempo do Rio Branco, muitos amigos. Eu sempre fiz muita
E dessas amizades, tem uma lembrança especial, alguma...
Ah, tenho. De de uma Muitos passeios que a gente fez eh, muitos lugares, a gente era casa eh casamentos de alguns, tem pessoas que me relacionam até hoje, que os os filhos são... São amigos dos meus filhos. Só que quando eu me casei, meu marido era uma pessoa muito fechada. Então, daí ficou um pouco difícil também a. Eu fiquei casada há trinta anos, até que a gente se é relativamente separa é separado. Ele mora numa chácara e eu moro em São Paulo. E a gente teve uma chácara. Eu tinha uma casa na praia também, onde eu fiz muitos amigos, em Ubatuba. Uma praia chamada Lagoinha, muito gostosa, que eu tenho muitas saudades. Onde eu passava todo todas as minhas férias de janeiro com as crianças, sem televisão. Só com a natureza e a praia.
Isso foi muito bom também. Tá, eh, então eu vou retomar... depois que você casa, você consegue ingressar, ter uma melhora na sua casa? Aconteceu o
Eu Ainda casada, eu continuei trabalhando na Secretaria de Segurança. Daí a minha mãe já tinha conseguido receber a aposentadoria do meu pai, recebeu todo o dinheiro que ela tinha a ver no governo. Ficou numa situação financeira muito... Muito fácil, muito gostosa. Então, eu passei a viver minha vida com o com o meu eh meu meu marido. E eu trabalhando na Secretaria de Segurança, eu fui subindo de cargos, até que eu consegui chegar no gabinete secretário, onde eu fui assistente de relações públicas. Fui ser chefe de sessão, fui ser diretora. Quando quando eu estava na Secretaria de Segurança Pública, nessa época eu era assistente de relações públicas, houve a revolução. sessenta e três houve uma época de secretários de segurança pública militares. Então, essa época foi uma época meio difícil, até a gente, quando funcionária, porque o o os secretários de segurança eram generais do exército, era aquela linha complicada. Mas eu consegui ter livre trânsito ali no no gabinete, et cetera e tal.

Como eu trabalhava na na com relações públicas, e o o o chefe de relações públicas era um jornalista. Então, a outra parte toda que fazia eh era eu mesma. Então, eu eu comecei a ter muito relacionamento com ele.

E ele me convidou para ir junto. Daí eu fui junto para a Secretaria do Interior. Depois, ele ele era uma espécie de coringa.

compreendia relações públicas, né, nesse sentido?
Na verdade, ah, uma chefe de sessão, sessão burocrática. Só que eu eu estava comissionada no gabinete secretário da segurança pública, eh no setor de relações públicas.

E ele me convidou para ser assistente dele, porque ele fazia ponte entre o gabinete secretário e os jornalistas. Eu faria parte, dentro da da burocracia, dentro do do funcionalismo da Secretaria de Segurança Pública. E e eu fui para para essa se para para esse gabinete secretário, nesse setor de relações públicas, mais ou menos não, sessenta e quatro, por aí, mais ou menos sessenta e quatro, quando estava começando o movimento da da Revolução e já estava começan já estava havendo um uns manifestos contra o governo, foi né mais ou menos nessa
E se essa questão da revolução, eh ela Como é que é isso? Como você vê isso? Como
Olha, na época, é interessante. Hoje em dia, eh eu acho que eu, eu vejo de outra forma. Na época, eu estava tão embutida naquela coisa de ser funcionária pública, que estava lá no gabinete de secretário, que eu não não fazia um juízo muito entre o que estava acontecendo e a e a minha relação com essa parte política. Eu eu me me atinha ao meu cargo. Eu tinha que fazer ponte entre entre os jornalistas, tinha muita coisa que eu sabia e eles não podiam saber. Então, eu tinha que fazer uma um social com eles, porque, na verdade, o que eles queriam é é tirar informações. E as informações eram muito fechadas na época. Havia o DOPS, que centralizava tudo. Logicamente, passava tudo pelo gabinete e tinha coisa que eu sabia e tinha coisa que eu não sabia. Mas mesmo que eu soubesse, eu não podia... Então, eu eu ficava meio... Eu eu digo que eu ficava meio alienada, vamos dizer assim. Hoje em dia eu vejo dessa maneira, que eu era meio apolítica. Acho que eu me vesti de uma funcionária pública que tinha um cargo e que não podia...

E era verdade. Depois, no dia seguinte, saía no jornal. Bomba no estado de São Paulo, que era na esquina da Majorquedinho, ali perto da Consolação, ali da da Praça Braulio Gomes, onde tinha a biblioteca. Então, por várias vezes, a gente tin tinha ah aconteciam essas coisas. Você toma cuidado na hora que você sair daqui, porque vai ter uma manifestação estudantil em tal lugar. Então, eu sabia dessas coisas, mas eu não... Hoje em dia eu vejo que eu não não me afetava muito. Às vezes acontecia, eu tinha livre trânsito dentro do gabinete secretário, tanto do gabinete secretário quanto do chefe de gabinete, quanto qualquer local. Eu às vezes entrava em uma sala e ouvia alguma coisa, mas aquilo eu entrava realmente por um ouvido e saía pelo outro, eu não registrava, porque era cômodo para mim não registrar. Porque no que eu registrasse, eu estaria participando. Tanto que essa minha colega, que eh que foi totalmente envolvida nessas questões estudantis, políticas... ela era uma espécie de espiã do DOPS. Eu não sabia. Ela trabalhava diretamente comigo. Só que ela não tinha subordinação a mim, ela trabalhava comigo. Eu achava estranho, porque ela não assinava ponto, ela não tinha horário, nem nada. Mais tarde, saiu reportagem em todos os jornais,

Ele fazia na ele estudava na filosofia na Maria Antônia. Ela foi ser namorada dele para levar informações do grupo da Maria Antônia para o DOPS.

Era espiã, porque ele deixou um revólver em cima de uma mesa, eu não sabia desse fato, ele contou. E ela começou a mexer no revólver e ele viu que ela entendia de arma, que ela conhecia arma, e ela começou a perguntar coisas da arma. Daí que ele descobriu que ela era Porque descobriu alguma coisa dela e deve ter feito ela contar, eu não sei detalhes. Mas eu me lembro que saiu em todos os jornais a história dela, porque daí ele ele propôs trocá-la por uma pessoa que estava presa no DOPS. Só que na época o DOPS eh hum não não aceitou essa troca. Foi até uma situação meio complicada, porque a menina... foi estava estava a serviço deles. Eu sei que hoje ela mora em Ubatuba, que ela tem uma boutique lá, e eu nunca mais a vi. Mas foi uma uma uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida. Foi meu relacionamento com a, aspas, maçã dourada.

E eu me senti muito viva naquele tempo, entendeu?
vestia funcionária pública, de fato. Fora da Secretaria, nesse mundo social, na com a família eh, como é essa sen essa sensação da revolução e de tudo isso que estava
Olha, ãh eu a minha família, na verdade, acho que não não participava muito disso. Minha irmã, na época, já era procuradora do Estado, era advogada, prestou um concurso de procuradora do Estado. E Então ela, meu meu cunhado trabalhava na Mercedes-Benz, era uma executiva, diretora na Mercedes. Meu ex-marido... tinha ingressado como investigador de polícia. Ele trabalhava no Instituto de do Brasil, que é um órgão, hum não sei se acho que não existe mais, federal, que cui que cuidava dos seguros em geral, mas ele prestou um concurso para investigador de polícia. Ele estava trabalhando em Campinas, mas ele trabalhava numa numa área criminal, não tinha nada a ver com política, nem com nada. A minha irmã mais nova estudava Sociologia na

A sociologia foi fechada.

Então, a minha irmã saiu da sociologia. Ela fez até o terceiro ano, fechou. Ela eh hoje em dia, ela é professora primária. Ela era a única política da história, mas ela tinha vinte e um anos. Em vinte e um anos, todo mundo é meio político. Porque você, estando na faculdade, você se envolve mesmo com o setor acadêmico, com aquelas ideias de... Eh natural da idade ser meio revolucionário. Então, a minha irmã era a única... Mas eu não tinha assim muito muito a ver com a história dela, entendeu? É é o que eu te digo, eu vestia uniforme de funcionária pública e fiquei na minha.
Eh você disse para a gente que teve dois filhos. E como, quando vem a Sua seu primeiro, primeiro nasce sua filha. Não, primeiro meu filho.
Meu filho nasceu dia sete de setembro de É interessante que eu nasci hum no dia dez de novembro, quando Getúlio fez a condição. Meu filho nasceu dia dia sete de setembro, às quinze horas. Segundo consta na história, e a gente não sabe se é estória ou história com agá, o grito foi às três horas da tarde. Ele nasceu às três horas da tarde. E eu tenho um telegrama que eu recebi dos jornalistas. mais ou menos uns que que trabalhavam comigo nas relações públicas. Eles mandaram um telegrama para mim. Parabéns pelo nascimento do príncipe herdeiro. Viva a imperatriz! Até hoje eu tenho esse telegrama.
E como é é? mudanças trazem na sua vida eh o nascimento do seu
É, logicamente, um filho sempre é uma mudança de vida. Mas eu, justamente nessa época, quando ele nasceu, em sessenta e três, eu já estava no gabinete secretário, eu já estava numa atividade bastantes intensa, e eu... Logicamente, fiquei fiquei o tempo necessário de licença, quatro meses, cuidei dele e depois voltei às minhas atividades normais. Chegava em casa muito tarde, dez horas da noite, onze horas da noite. Eu sempre fui de ficar até... Eu não gosto de trabalhar de manhã, eu sou notível. Então, eu nunca fui trabalhar cedo. Eu sempre chegava nove e meia, dez horas. Mas, à noite, eu ficava, às vezes, trabalhando até dez horas, onze E, nessa época, de sessenta e quatro para frente, era comum eu chegar meia-noite, chegar mais tarde. Depois de três anos e meio, nasceu minha filha.

Sua filha nasce em que dia? Trinta

sessenta e sete. Sessenta e sete. E aí, você disse que você e seu marido, vocês saem de São Paulo? Não.
Não, nós sempre moramos em São Paulo. Ah, tá
Mesmo com a mudança do gabinete?
Sempre em São Paulo. Só que eu morava na Bela Vista com ele, eu me mudei para o Alto de Pinheiros. A gente comprou uma caixa financiada pela Caixa Econômica, como todo funcionário E eu me mudei para o Alto de Pinheiros, numa casa muito boa, onde eu criei meus filhos.
E desse convívio com os filhos eh o, qual é a diferença? Porque você passou muito tempo, um uma fase com com seus pais, uma fase morando só as mulheres da casa, e agora você tem a sua casa. Olha, na verdade, eu não
nunca eu eu eu nunca cuidei muito da minha casa. Eu tinha ótimas empregadas e eu sempre me dediquei mais ao trabalho. Foi Eu eu convivi com eles, naturalmente, tinha sábados e domingos era deles, mas de segunda a sexta eu era uma profissional mesmo.
Mas a relação com os seus filhos, você dava-se bem? Bem bem
Me dei super bem com eles, sempre.
E do trabalho, você tem algum outro episódio de de destaque assim que que você queria dividir? Eh

Fomos para a Secretaria da Justiça. Daí eu fui nomeada primeira auxiliar de gabinete, que que tinha só uma mulher no Estado de São Paulo, eh dentro do governo de São Paulo. Eu fui a segunda mulher, porque era cargo de homem, cargo de confiança, cargo de homem. A minha amiga fi, que que era minha amiga da segurança, ficou sendo oficial de gabinete do secretário da segurança, que era um militar.

Ainda numa época difícil, sessenta, setenta, que tinha o á i - cinco, aquela coisa toda. fiquei duran Daí que eu fui fazer faculdade de Direito. Sendo que eu não gostava, porque eu não terminei. Eu... Ah, antes disso, quando eu estava... Não, não, de depois disso, foi na promoção já.

Daí eu fui trabalhar numa área social, com finanças, porque eu tinha feito um curso na Getúlio Vargas, que era de de administração pública, que era destinado a funcionários públicos com mais efetivos com mais de quinze anos de carreira. Então eu fiz um curso que era a nível de pós-graduação, mas hum você não saía com diploma, você saía com certificado. E aí você tem essa mudança para outra situação. Daí eu vou para, daí é outra vida. Por que eu que sempre Porque se eu trabalho em gabinete, você tem uma posição hum hum diferente. Daí eu fui ser uma funcionária pública normal, de carreira, burocrata, mas num serviço muito gostoso, que era de assistência social. Eu lidava com finanças, mas num serviço social, de assistência social, onde eu me dei muito bem. Porque eu trabalhava com creche eh, hospitais, centro espírita, tudo numa parte social onde o governo ajudava. E ajuda até hoje.
E é mais ou menos nesse período que você vai perder a sua irmã mais velha? É.
A minha irmã faleceu A perda da minha irmã foi muito traumática. Eu já vinha num processo de estafa, de estresse. Meu casamento estava muito mal. Eu tive um um estresse muito forte. Eu perdi a consciência. Eu estive num sanatório. Na verdade, eu fui fazer tipo uma recuperação, uma sonoterapia num num sanatório, que chama-se Sanatório Espírita Emérico Bairral, em Itapira. Um lugar muito bom, onde eu fiz um tratamento por... por hum, seria uma semana, dez dias, mas eu achei que eu deveria ficar um pouquinho mais. Eu acabei ficando vinte dias lá, porque, na verdade, meu casamento já estava falido e, com o choque dela, essas coisas vêm todas à tona. Daí a minha vida mudou. Eu passei eu que era uma pessoa que eu acho que era mais... vamos dizer assim, pé no chão, passei a ter po pouca cabeça no céu. Daí que eu comecei a trabalhar com coisas alternativas, comecei a fazer biodança, comecei a fa primeiro comecei a fazer análise, fiz psicodrama, depois fiz biodança, daí comecei a ser meio esotérica, sou mestre em reiki, mestre não, tenho curso de reiki, terceiro ano, faço constelação familiar, participo de várias coisas alternativas.
esse momento traumático acaba trazendo... uma descoberta. Benefícios, descobertas. Foi... Pela primeira vez, você falou, apesar de você ter trabalhado, gostado da sua carreira profissional, não foi uma opção. Foi, aham, a força dos fatos que acabou agindo para que você seguisse aquele caminho. E esse momento, apesar de de toda essa dor, você descobre
Descobri tanto que eu quando eu completei eh trinta anos de serviço, eu tinha quarenta e

Porque o serviço público já não preenchia mais nada para mim. Me aposentei com quarenta e oito anos. Daí eu continuei trabalhando. Trabalhei numa creche, como administradora. Trabalhei na prefeitura. Num uma parte soci, eu era eh embora gerente, eu fui ser gerente financeira num órgão da prefeitura que chamava-se CASA. Centro de Apoio Social do município de São Paulo. Trabalhei dois anos lá. Depois trabalhei cinco anos dentro de um hospital. Trabalhei como gerente de uma boutique.
Eu acho incrível ah essas mudanças. Eu tive muitas mudanças. Você descrever Essa mudança do de trabalhar num gabinete para trabalhar com o social. Assim eu queria que você descrevesse para a gente, para registrar, que que mudanças, eh factualmente, isso traz, como é.
Sabe, eu acho que essa a mudança entre o gabinete e a e a parte social me deu outros valores. Eu acho que quando eu trabalhava no gabinete, eu era uma funcionária pública bem sucedida, com status de gabinete secretário. E, de repente, eu fui para uma área social onde eu ajudava, não com ferramentas do governo, mas era eu que estava ali agindo. E você começa a lidar com pessoas que dão muito de si, porque você lida com o interior de São Paulo todo e mais a capital toda, com pessoas que ah atuam voluntariamente, na grande maioria eh, em serviço social. Logicamente, tem os aproveitadores e você percebe claramente que tem. Isso eu não tenho a menor dúvida. De vez em quando estoura aí na mídia um asilo que explora os velhinhos, uma creche que não dá comida, coisas desse tipo. Mas você se sente atuante numa área... emocionalmente melhor, você se sente... Você não é aquela funcionária pública, você entendeu? Você é uma pessoa que está atuando e vendo frutos do seu trabalho. Porque quando você é uma funcionária burocrática, e graças a Deus eu fui muito pouco tempo, e quando eu entrei, eu entrei em cinquenta e sete, e já fui no gabinete logo em sessenta e um. Mesmo na área de relações públicas, é uma área mais humana. Não é aquela coisa hum sabe muito tacanha, muito pequena. E depois, nessa nessa vivência toda, você se sente melhor, se sente útil. Coisa que muitos funcionários públicos aposentam e não conseguem dizer, fui
útil, sabe? E o mais engraçado ainda agora, para concluir esse pensamento, é que você, além de tudo, vai trabalhar com o interior agora. Você Pa passa a trabalhar com... ONGs no interior. Ah, sim, sim.
E veja bem a facilidade que eu tive, porque eu conhecia muitas cidades do interior, Então, eu dava para entender até os problemas das cidades, por eu por eu ter partici vivido a vida do interior e ser do interior, ter minhas raízes no interior. E sempre voltei para o interior muito né. Porque mesmo depois que eu casei, apesar do meu meu marido ser de São Paulo, eu sempre voltei para para as minhas origens, Marília. Cheguei a ir a Assis depois de muitos anos, e uns amigos meus compraram uma fazenda lá e eu eu quis ir lá. E eu gosto até hoje de ir para o interior. Eu tenho as minhas raízes no interior. E
os seus filhos, com a separação você do seu seu marido, como é que ficam?
Meus filhos já eram adultos né, porque eu vivi eu fiquei fiquei trinta anos, de casada, vivendo junto como casada. Eu ainda sou casada, só que ele mora numa chácara no interior e eu moro na capital. Meu filho é engenheiro e administrador de empresa. Ele está com quarenta e quatro anos. Minha filha é administradora de empresa. E ela está com Então os dois têm a vida deles. E quando eu me separei, ela estava com... Foi em noventa, ela nasceu em sessenta e sete, ela estava com vinte e três anos. E ele já estava com seus vinte e sete, já os dois já estavam formados. Eu tenho dois netos, um de e um de onze.
O de onze faz aniversário amanhã. Uhum, e a experiência agora de virar avó, além de tudo? Ah
é deliciosa, porque esse de dezenove anos morou sete anos comigo. muito gostoso, hoje em dia ele entrou na faculdade, inclusive ele entrou sem cursinho, entrou na PUC, sem cursinho, sem nada, para mim porque a ele é de Paraty, porque meu filho se casou com uma caiçara. Então, hum, viveu com ela três, quatro anos, teve um filho. No fim, o ra o garoto veio morar comigo, ficou sete anos morando comigo, daí voltou para Pa Paraty. Só que depois de você morar sete anos em São Paulo, você vai morar em Paraty? É meio complicado. Ele ficou lá um tempo, depois ele quis fazer Lá tem em Paraty, tem o seu objetivo né, tem faculdade Mas ele quis vir para São Paulo, ele mora com o pai agora, está muito bem. E tem o pequenininho de onze anos que é que é a minha paixão.
E desse universo al alternativo todo que você falou, eu queria que você falasse um pouco como você descobriu, por exemplo, a biodança, qual é o primeiro contato com
Bom, na verdade é assim, quando a minha irmã faleceu, eu já estava num processo de redescobrimento interno, meus valores já eram outros, e com a morte da minha irmã, que foi... A minha vida tem muitos altos e baixos, pelo que você está vendo que eu estou contando. Eh A morte dela foi traumática, porque ela morreu... Meu pai morreu de repente, quando eu tinha dezoito para dezenove anos. De repente, a minha irmã tem um câncer fulminante. Então, também foi outro choque. Então, quando eu quando eu eu fui lá para o sanatório, porque eu estava muito mal, e eu lá no sa no próprio sanatório, eu comecei a descobrir Inclusive, uma coisa interessante, eu falei do Flash Gordon aqui. Lá eles têm um trabalho todo psicológico. E eles levavam os pacientes e levam os pacientes para assistir filmes. E um dos filmes que passou foi esse do Flash Gordon. Porque ele vem de um planeta para a Terra. Então, tem toda uma... Uma adaptação, uma coisa diferente. Aliás, é um filme muito interessante viu. Escrito há muitos anos atrás, mas tem toda uma história a ver, como vários filmes. E era um quadrinho também o flash gordon. Foi feito um quadrinho também. Mas tem É que nem Guerra nas Estrelas, tem toda uma coisa filosófica por trás. É que o pessoal não vê. A gente só vê muito mais tarde. Eu me lembro quando eu levei esse meu neto, que agora está com dezenove anos para assistir Guerra nas Estrelas, porque algumas coisas que eles fala que eles falam no filme têm a ver com... Com a gente, a pessoa não às vezes não não pega né, mas tem. Quer dizer, todo filme tem um fundo que a afeta a gente de uma certa forma. né como eu sou muito ligada ao cinema, tem essa coisa.

que foi o criador da Vera Cruz e do tê bê cê. Por isso que eu ia. Estava falando que A vida acontecem coisas com a gente, na minha vida, principalmente. É muito interessante. Eu vou me casar com uma pessoa que tem uma ligação direta com o cinema, com o teatro.

Então, nada é por acaso na minha vida. Na vida das pes das outras pessoas, eu não sei, mas na minha, tudo a ver, né? E... Então, nesse sanatório espírita, ele tem toda uma coisa espírita, religiosa, et cetera e tal. Foi onde começou a a a vir essa coisa de eu querer me conhecer mais. Eu fui fazer eh análise. Fiz análise, depois eu fiz psicodrama. Do psicodrama para a biodança é um pulo, porque o psicodrama é vivencial e a biodança também. Depois, daí eu fui fazendo outras coisas, né? Já fiz regressão. Hoje eu faço constelação familiar, que é uma terapia criada por um alemão e que você estuda os seus antepassados, porque eu também tive um câncer. em questão de quatro anos, meu filho foi sequestrado, ficou no cativeiro. Durante a época que meu filho ficou no cativeiro, eu comecei a passar muito mal. Daí me levaram para o médico, fui fazer uma endoscopia, eu estava com câncer de estômago. Eu fumava muito. Daí eu me operei e sarei. E E continuo a minha vida procurando, porque minha vida é uma procura, é uma
busca. E hoje você tem feito o que coisas do seu dia a dia? Como? O meu dia a dia?
ah, agora eu bom, eu fui síndica do meu prédio quatro anos, agora cansei. Agora eu sou consultora de beleza. Eu vendo produtos de beleza e eu faço. As quartas-feiras eu faço ginástica bioenergética na Água Branca. As terças e quartas-feiras eu faço biodança. As quintas-feiras eu faço constelação familiar e as sextas-feiras eu faço italiano.
pensei em uma coisa. Eh O cinema na sua vida é, achei brilhante, é fundamental assim.

E fora o filme do Flash, agora tem algum filme que você se identifique muito, que se você tivesse que falar, olha, esse filme é muito parecido, é o que eu quero registrar.
Tem vários filmes que eu que que eu gosto muito. Bom, na parte romântica, eu gosto muito de um filme que se chama As Pontes de Madison. que é um romance que eu acho que toda mulher gostaria de ter que passar na vida. Eu acho que até já passei, mas nunca passou também. <laughs> Eh Eu até hoje assisto muito filme. Por exemplo, Ci cinema Paradiso é um filme que eu gosto muito.

Um professor de matemática se prontificou a dar aula de italiano para os alunos. E a comunidade pode ir. E eu estou indo com uma amiga minha. Então tem a meninada dos seus treze, catorze anos e duas senhoras, sou eu e uma amiga. E eu até sugeri a ele que passasse esse filme, Cine Paradiso, que é um filme italiano, que fala de cinema e de adolescente, porque é um menino que se apaixo que se apaixona por cinema. Esse é um filme que me marcou muito. Fora isso, tem vários filmes que eu até assisto de novo, porque eu tenho aquele canal net e tem ah acho que é o Cine Cult, que é no sessen canal sessenta e cinco, por aí que só passa filme antigo. E eu assisto vários filmes da Bette Davis, eu assisto vários filmes antigos, assisto assisto os novos também, gosto muito dos filmes novos. Gosto muito da Moldova, assisto todos os filmes dele, ah assisto As Guerras nas Estrelas. Eh assisto eu Televisão, para mim, é é é o cinema. E assisto, logicamente, você tem que assistir à cultura, alguma eh esse esse tipo de coisas.
A gente está entrando para uma fase analítica e eu acho que você tem uma análise muito boa da sua vida. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa adicional, algum fato que você queria deixar registrado, alguma coisa que nós não tenhamos perguntado, se você quer dizer alguma coisa.
Olha, a única coisa que eu acho que eu tenho que dizer e que eu acho que é muito importante na minha vida são os amigos. E eu acho que você tem que viver plenamente o a aqui e agora. Se você vivia no passado, apesar de eu ter muita coisa acontecido comigo no passado, que influenciaram a minha vida de hoje, eu sei como eu sou. Mas eu acho que tem que viver o aqui e o agora, e eu acho que isso que é importante. As experiências passadas nos ajudam a a viver melhor. E é isso que eu sinto. Eu sinto que eh eu tive um câncer, eu estou viva, minha vida teve altos e baixos, ocupei cargos importantes, ãh ocupei outros não menos importante, tenho os meus filhos, tenho os meus netos. Mas eh eu acho que viver é isso, é saber aproveitar os bons momentos da vida e deixar os ruins para trás, porque eles eles não voltam mais e e e a gente tem

situação que você foi viajar para fora do país

Eu viajei muito porque o tempo que eu fiquei casada, que foram trinta anos, a gente tinha uma casa na praia, deliciosa, uma praia maravilhosa, chama-se Lagoinha, em Ubatuba, que eu gosto muito, uma casa muito gostosa. Eu passava todo mês de janeiro lá e alguns feriados, a gente tinha um grupo de amigos. Mas eu queria conhecer outras coisas, era muito difícil por conta que tinha casa. Eu conseguia, acho que uma ou duas vezes, uma vez ir para Cabo Frio, porque meus filhos queriam ir para lá, uma vez para Poços de Caldas, uma vez para Campos de Jordão. Quando eu praticamente me separei, porque meu marido foi morar na Chácara e eu fiquei morando em São Paulo, eu comecei a querer voar. Então, primeiro eu comecei a fazer algumas viagens em São Paulo. Fui para O Ouro Preto, fui para Bahia, fui para Porto Seguro, fui para outras cidades, hum aqui por São Paulo. Como eu estava na biodança, e a biodança eh tem tem tem no mundo inteiro, ah e havia um congresso na Itália.

Eu falei, mas eu não falo, hum hum nunca saí do Brasil, eu não falo falo inglês mal e mal, e tal. Ele falou, olha, eu vou eu te faço uma viagem para o congresso e depois uma pequena excursão. Daí eh ele falou, como você vai praticamente sozinha, eu vou fazer uma excursão com o pessoal da da América Latina. E eu fui para o congresso, sozinha. Olha, para quem ficou trinta anos casado, eu só saía com o meu marido, só ia para a praia. Antes de eu ir para para nesse congresso, eu fui para Cancún, sozinha. Mas Cancún é fácil, porque não tem... Hum hum hum só que eu fiquei sozinha no hotel, porque todo mundo vai com o marido, com a amiga, e eu fui sozinha. Então, me botaram num hotel seis estrelas, que era um hotel maravilhoso. Mas eu logo fiquei conhecendo gente lá, foi muito gostoso, passei um réveillon lá. Então, foi a minha primeira experiência fora mesmo do Brasil, foi Cancún. Bom, fui para a Europa. Ele fez a excursão, ele fez ele fez tudo de avião, porque ele falou, não vou fazer de trem, porque é perigoso, até você sozinha, com mala, et cetera e tal. Me dei super bem, a o congresso foi no norte da Itália, uma região de castelos maravilhosa, tinha seiscentas pessoas, fiz amizade com um monte de gente, passeei muito. Saí de lá, fui encontrar uma excursão em Roma. Era uma excursão onde tinha... O o guia falava português, tinha espanhol, argentino, mexicano. Eu acho que eu sempre tive muita sorte na minha vida, você entendeu? Porque correu tudo bem. Teve muita gente que foi roubada. Eu não aconteceu nada. Fui para a Itália, fui para a Espanha, fui para a França. Não vou dizer para você que eu conheço a Itália, que eu conheço a Espanha, que eu conheço a França.

Fui aonde? Paris, Lyon, não sei o quê. Fui na Espanha, fui para Madrid, fui para Barcelona, que eu adorei, por sinal. Fui para Itália, conheci Roma, conheci uma cidade, Capri, Nice, quer dizer, viagem turística. Mas eu me senti, assim, poderosa de estar sozinha, de poder viajar e de não me acontecer nada de mal. Voltei felicíssima. Isso foi na Copa do Mundo, eu estava lá na Espanha, quando o Brasil foi campeão De noventa e quatro, ele foi campeão o Brasil. Ele jogou com a Itália, ele ganhou da Itália. Então, foi tudo muito maravilhoso. Depois de depois disso, eu continuei viajando, mas mais hum assim pe pelo Brasil. Agora, estou até pensando seriamente em viajar novamente, mas está meio difícil.

A gente está terminando. Eh e não, só para finalizar, eu queria perguntar como é que foi para você Como você se sentiu, eu ia te perguntar. Sabe
Na verdade, eu foi gostoso, porque estou estou contando algumas coisas que eu acho interessante, que são coisas da minha vida. Analisando um pouco tudo o que aconteceu comigo. Sabe Logicamente, aconteceram algumas coisas ruins, mas foi tudo no resto foi tudo muito bom. E o mais importante é que eu estou viva né. Passei por um câncer, passei por um casa antes por um casamento desfeito, passei pelo sequestro do meu filho, que foi uma coisa traumática. E estou aqui, estou inteira, estou viva, estou fazendo esse depoimento e é muito bom.
A gente queria te agradecer.
Eu que agradeço